Vim para cá com dezoito anos e desse meio, de vez em quando eu volto a minha cidade e estou aqui. Há cerca de cinco anos eu estou aqui nesse assentamento, você entendeu que nós é o seguinte aqui era uma firma uma firma de de de filtros. Aí a firma faliu, ficou os funcionários. Os funcionários não receberam, ficaram vendendo os terrenos. Nós fomos uns que compramos e estamos aqui. E agora nós estamos na iminência de de ordem de despejo, nós estamos lutando para nós fi ver se nós conseguimos ficar por aqui. Por que a gente quer ficar por aqui? Porque aqui tem escola, tem creche perto, tem mercado. Então é perto do serviço de da da maioria do pessoal aqui que trabalha, tudo aqui próximo. Então nós estamos lutando para ver se nós conseguimos alguma coisa aqui, ver se nós conseguimos moradia.
Certo.

Mas, por enquanto, vamos começar lá do começo. Hã Como é que seus pais se chamam hein? Eles são vivos ainda?

Eh meu Pai é é falicido. Ele faleceu em mil
Ah e o nome dos dois?
Qual que é o nome? Eh o

E o que é que o seu pai fazia?
Meu pai trabalhava de guarda noturno e minha mãe era costureira.
Isso tudo lá na Bahia? Tudo na Bahia. E como é que eles se conheceram, você sabe?
Ah, se conheceram como, tipo, eles são tudo da região. Então eles come se conheceram como todo mundo você entendeu, através de parentes de de, aquele negócio. Se conheceram, ficaram juntos, casaram. Eh Nós somos uma família de nove pessoas, sendo duas mulheres e sete homens. Então somos nove pessoas.
Nove contando o pai e a mãe? Não, Nove irmãos. Nove Nove irmãos. Irmãos é e você tá em que em que Eu estou... Qual o degrau da

Eu sou o quinto.
Você é o quinto?
Eu sou o quinto.
E os nove nasceram lá na Bahia?
Os nove, tudo na Bahia. Tudo na Bahia? Tudo na Bahia.
E como é que era a infância lá na Bahia, com essa turma? Ah eh
Na época era boa, você entendeu? Na época, eh até meus... Dez, doze, quinze, era boa. Mas depois começou aquela toda aquela dificuldade. Você entendeu Vamos para São Paulo que lá é melhor. Tem mais serviço, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, como todo imigrante, nós viemos para cá.
Mas vão antes de vir para cá, como é que era a sua casa? Você lembra onde você morava quando você era criança? Lembre

Conta para a gente como é que era. Ah
Minha casa é uma casa normal, né? Era uma casa, tinha assim... Três cômodos. Você entendeu? Tinha a casa, atrás tinha uma área que a gente a gente brincava, a gente fazia as as brincadeiras normal, salva, de brincar de de de de eh aqueles negócios que lá usava muito, aqueles carrinhos. E a gente naquele tempo não tinha esse negócio de carrinho aí. A gente mesmo que era o fabricante do carrinho da gente. Você entendeu? Aí A gente que... que fazia os carrinhos nossos.
E assim, a cidade lá era pequenininha?
É pequenininha. Hoje a cidade deve ter, se tiver, deve ter uns doze doze a quinze mil habitantes.
Na época era menor ainda? Ah na época era
Na época não era nem cidade.

Depois aí emancipou, você entendeu que?

Um lugar, uma rua, como é que era a cidade? Ah
Eu guardo muito o que é que eu guardo lá.

Então por quê? Que a gente ficava a maioria do tempo lá.

É, não era muito larga, você entendeu? Tinha uma calçada, ah eh assim, mais ou menos de um metro. No meio era aquele areião, e lá tem muita areia, né? Então tinha aquele areião, então a gente ficava ali brincando, brincava de bola. Na na na esco na na na escola tinha um campinho na frente da escola, tinha aquela escola grande, normal. Ali tinha um campo que a gente brincava de bola. de corrida. Aquelas brincadeirinhas de carregar as coisas, você entendeu?

O lugar que eu mais ficava era nesses lugares.

O que você fazia lá na igreja?
A igreja, eu ia muito. Tipo assim, aquele tempo a gente ia mais só para fazer visita, você entendeu? Pa era Era um ponto de encontro. Tipo assim, os pais iam rezar, você está entendendo? E a gente ia ficar ficava lá em frente da igreja brincando. Então, por isso que lá a vida era boa, também por causa disso, né? Ficava mais o tempo mais envolvido com a brincadeira.
E seu pai, como é que era o seu pai?
Ãh, meu pai Como é que se fala? Um pai, ah ele era muito, assim, meio rigoroso, sabe? Se ele falasse alguma coisa, você tinha que obedecer. Era Já a minha mãe, não. Minha mãe era mais blanda, era mais amiga, era mais tinha jeito de conversar, tinha jeito de falar. Agora, meu pai era mais mais... tinha que ser mais... a coisa tinha que ser do jeito dele. Se não fosse, aí... Era muita briga, briga não, muitas vezes discussão, mas ele era o seguinte, ele era muito rigoroso. Ele aqui e falou, ó, eu quero assim, assim. Tinha que ser daquele jeito dele.

Dele? Eu, por incrível que pareça, eu gosto dele também nessa nessa parte, sabe? Ele era muito sincero, sabe, o que ele tinha de falar com você ou qualquer um ele falava, e ele era muito, a assim, nas coisas dele era muito honesto, sabe, ele era muito, se ele falasse uma coisa com você, tinha que ser aquilo, e ele fazia por onde ser assim. Então, por por ele ser rigoroso, aí eu é uma parte também que eu gosto dele era essa. E ele também era muito assim, quando ele estava de boa, ele era muito brincalhão, conversava, você entendeu? Falador, ele gostava muito de falar, gostava muito de ouvir também as pessoas. Então, a parte que eu gosto dele é essa aí.
E a escola lá? Você frequentava a escola lá em?
Frequentava.

Era lá, aquele tempo não tinha assim a discrimina, tipo assim, você pegava, era o do primeiro ano até o quarto. Então era tipo assim, uma sala para diversas... Diversas turmas. É É, diversas turma. Então ficava um pouco.

Você gostava de ir para a aula?
Eu gostava, até que eu gostava. Só não gostava muito de de um traço de um castigo e eh tipo assim, se pegasse a gente meio bagunçando, aí colocava a gente lá fora da escola. E aquilo lá era terrível, porque aí você ficava você ia uma, duas semanas só o pessoal te gozando de. Então aquilo lá era o fim. Quando falasse assim, fulano de tal vai ficar lá fora, era o é o terror.
E você ficou lá até moço, né? Que você vem
É é, eu vim eu fiquei lá, eu passei minha juventude toda lá.
E como é que foi? Como é que era ser jovem lá nessa cidadezinha?
Ah, é é... Tipo... Como que se fala? Não é uma cidadezinha boa, mas era muito limitada, você tá entendendo? É o seguinte, a divertição que tinha era... Uns bailezinhos de vez em quando que tinha, aquelas festas. Baile não, que lá não não tinha aquelas festas. Eh Lá tinha... A fe o dia melhor para a gente era segunda-feira. Por quê segunda-feira? Dia de domingo, a tarde para a segunda. Que lá segunda eh a segunda-feira era o dia da feira. Então era aqueles logalzin, aqueles aqueles eh... Que reunia o po o pessoal era dia de domingo. Então lá, a feira lá, é dia de do dia de segunda-feira, mas aí o pessoal vinha daquela redondeza e tudo, porque lá é uma cidadezinha, tipo assim, é no no no norte da Ba norte é norte da Bahia, então é uma cidade termi eh pequenininha, e vinha mais tinha ah, em volta daquilo lá tinha muitos arrebaldezinhos, então vinha tudo para lá. Então, eh eh o final de semana para a gente era maravilhoso, era bom. Justamente por causa disso, você entendeu? Que vinha a maioria do pessoal, aí tinha aquelas brincadeiras, tinha as farrasinhas. Aquelas farras eram mais é o seguinte, era só a gente pegar, ir pras roças, brincar, conversar. Tipo, aquele pessoal que vinha, tinha hora que a gente ia para o lugarzinho deles. Também que era menorzinho ainda, tinha hora que tinha uma, duas, no máximo cinco casas. você entendeu Mas para a gente era era uma diversão. Era Era... Nossa diversão era essa.
Mas aí quando vocês quando vinha essa turma toda da região, dos vilarejos, tudo, o que é que acontecia? Tinha música? Con conta para mim Tinha música não Como é que era essa diversão.
A diversão nossa era mais, era música, você entendeu? O pessoal gostava muito de, tipo, era som, aquele tempo era aqueles uns, lembro que era o sonho de de todos nós, eu por exemplo, e como era eu, todos, era ter aqueles, aqueles toca disco, Ou então toca-fita, aqueles grandão, colocavam e lá não tinha energia. Lá a energia era de motor, a energia até oito e meia, nove e meia, dez horas, já não existia mais luz. Então é o seguinte, quem tinha um um um toca-fita com com eh eh eh com música, aí era o mais assediado, era o mais o mais queridinho de todo mundo, todo mundo queria fazer amizade. Porque é aquele ali onde falasse bem assim, ó, quando fulano vai, vai ia todo mundo. Porque é o seguinte, ele atraia o pessoal por causa da música.

Então, o que atraía muito é a música. O músico, muitas vezes, tipo assim, que lá eles fa faziam muito, né? Hoje não não sei se ainda faz. É tipo assim, uma família grande, então ia fazer uma farra, ia também, tipo assim, era para... <sucks teeth> Para... Vamos supor, colher feijão, colher alguma coisa, então juntava e fazia tipo um multirão, você entendeu? Depois fazia uma troca. Eu ia lá, esse final de semana que ia ter uma grande carta de feijão, ficava lá dois, três dias ou uma semana, o pessoal dava o almoço, dava davaa janta, dava a a a o negócio, e você trabalhava para aquela pessoa. Quando você também ia colher alguma coisa, aí vinha aquele monte de gente também para a sua roça para colher. Então lá eles usavam muito isso, você entendeu?

Assim, troca de, tipo, eu vou te ajudar, aí amanhã ou depois você vem e me ajuda. Eram as coisas que a gente fazia também, que eu lembro que eh meu pai, como ele era um cara muito, assim, comunicativo, então ele fazia, ele tinha muito esse esse negócio. Então eu lembro muito bem disso aí, você entendeu? Ia muito nas roça. Pegar as coisas, eh dividir, né? A gente usava muito isso lá. Hoje já não. A gente, de vez em quando, eu vou lá no... Hoje já não tem, mas na minha época lá, o pessoal fazia muito isso.

Por incrível eh... Eu eu sempre... Eu eh eh eu queria ser... O que eu queria ser o que é que eu queria ser aquele tempo lá, sabe? Eu queria ser ou camioneiro ou dar aula. Entendeu? Eu queria estudar e tã, mas depois eu fiquei meio relaxadão, meio... Aí eu não não fiz nenhuma coisa nem outra, mas o meu ou ser caminhoneiro ou ser professor.
E por que é que queria ser caminhoneiro ou professor? O que é que tinha de bom nisso?
Eu achava que o... Por quê? Caminhoneiro, tipo tipo, conhecia vários lugares, várias coisas, várias... Você entendeu? Convivia com várias situações. Então eu queria ser justamente isso aí que me atraía mais no caminhoneiro. E professor também, né? Porque você conhece muita gente, você vive várias situações. Então eu eu também isso me atraía.

Aí depois eu vim para cá e acabou.
E seus irmãos esse meio tempo todo, tava tudo lá com você, participava das mesmas brincadeiras? É
Eu, meus irmãos o seguinte, começou o seguinte, vei vinham os mais velhos, vieram os mais velhos para cá, você está entendendo? Aí ficaram aqui, aí foram tipo, trazendo o pessoal. Você ia fazendo igual, dezoito anos, vamos para São Paulo, que aí você vai conseguir para ajudar o pessoal. Aí nós fomos fazendo isso, você está entendendo? Viemos para cá, aí depois trouxemos, trouxemos no nossos pais.
Ah, então vocês vieram antes dos pais. É Conta para mim como é que foi a sua vinda, como é que foi esse planejamento? Ave
Ah, não, foi confuso. Que, eh tipo, lá com todas as dificuldades, com todos os negócios, eu, por exemplo, não queria vim. Mas eu vim porque é o seguinte, eh o pessoal começou, não, vamos que o pessoal vai todo mundo. E Aí eh eh o pessoal começou a vim, mas no no meu eh íntimo mesmo, sabe, eu não queria vim para cá. Porque para mim lá eu, tipo, Ainda mais sendo novo, você não pensa muito, você não tem muitos sonhos, você não... Então para mim eu achava, pô, eu vim para cá, o que é que vai acontecer comigo? Como vai ser? Tudo diferente, tudo... Então nós viemos para cá, foi meio eh difícil, como qualquer mudança e está entendendo? E quando eu vim, já vieram meus irmãos todos. Que eu fui a última remessa a vir para cá. Aih mas falou quando, então tem que ir. Por isso que eu eu acho que os outros vieram, então ficou. Não aí quando você fazer dezoito anos, você vai. Aí eu fiquei, será se eu vou? Não sei se eu vou. Acho que eu vou ficar por aqui. Então aí comecei a... Lá também me prendia muito. Né Namorada, tinha namoradozinha. então aquele lá me deixou meio...

Meio frustrado. Quando eu vim para cá eu fiquei meio frustradão. Falei, o que é que eu vou fazer lá? Como que eu vou fazer?

O dia exato assim? Lembro.

Isso aí eu lembro Aí para a gente. Conta aí para a gente.
Seguinte, a gente chegamos aqui. Antigamente a rodoviária era lá no na Você entendeu? Aí a meus pais eh... eh o meu pai já tinha conhecido aqui, já tinha vindo aqui, né? Então ele já tinha mais ou menos... aí nós fiquemos esperando um pessoal para vim buscar a gente. E esse pessoal atrasou, e tome, ficou aquele monte de gente. Eu, meu irmão, minha irmã, você entendeu?

E fiquemos tudo aqui, aquela confusão, e tipo, vai, não vai, vai chegar, não vai. Então foi muito confuso. Aí, conclusão, o cara chegou, acho que era oito horas, nove horas da noite. Nós chegamos, acho que era quatro horas, três horas da tarde. até oito horas. Aí, vamos arrumar um táxi. E como que arrumavam um táxi? Que era o seguinte, era só criança, era Aí meu pai aí, seis pessoas, vamos dividir o táxi e pá. Foi uma confusão braba. E vai uns na frente, vai outros, não vai. Então foi meio con confuso por causa disso. Aí chegou, era um lugar estranho, que era um bairrozinho.

Então é um bairro que também estava começando, que estava tudo... Estava tudo começando, então era um bairro tipo meio complicado, as ruas eram tudo era não tinham asfalto, não tinha esgoto, não tinha nada, praticamente nada. Então quando eu cheguei logo, vi aquela rua tudo estranha, tipo, acostumado lá na na nossa rua que, tipo,

Então eu imaginava que aqui ia ser diferente, que ia ser... Mas cheguei, muito diferente, muito esgoto, muita água. Logo, chegamos, essa confusão toda, você tá entendendo? Isso aí ficou marcado. Caramba, pô! Mas lá no bem bom. Começava a chorar. Ah, por que você trouxe nós para cá? Lá estava tão bom e você trouxe aí a. Agora o eh eh eh do tio não vem buscar nós, nós estamos aqui. E agora? Como aonde nós vamos ficar? Nós vamos dormir? Como que nós vamos fazer? Então foi meio tumultuado, sabe? A minha chegada aqui foi meia tumultuada. Mas aí, hum depois de tudo, chegamos Aí a minha mãe, o pessoal já tinha arrumado uma casa para a gente ficar Só que a casa era pequenininha Nós lá, tipo, lá nós dividia Tipo, lá eh eh dividiria os dois quartos para a gente, você entendeu? Minha mãe, meu pai no dele e o outro para as meninas E aqui já foi tudo complicado, que é o seguinte, era só... Três cômodos, tipo, eh eh eh cozinha, sala e quarto. Então ficou meio complicado, é o seguinte, aí era foi dormir todo mundo junto. meio difícil. Então no começo para a gente foi muito difícil.

Vem para cá. É o seguinte, aqui teve problema de de de... Já comecei meu negócio de casa, de moradia, de espaço, porque era muita gente você entendeu para um espaço pequeno. Lá era um eh era eh eh um espaço até maior, só que também começou a problema financeiro. Lá com muitos problemas, então não deu.
E aí vocês chegaram aqui, família inteira? Família inteira. Morar nessa casinha
Fomos morar nessa casinha pequenininha.
E seus irmãos que já estavam aqui, onde é que eles estavam nessa história toda? Eh
Essa história toda, ele estava... Ele estava ele... aqui ni na Zona Leste. Mas como nós viemos, então eles acharam por bem vir todo mundo, ficar todo mundo junto. Você entendeu? Que essa fa esse esse também nós somos muito, tipo, unidos. Onde está um, está todos. Você está entendendo?

Os onze?
Os onze. Você entendeu?

E tudo na casa de três
Tudo na casa de três cômodos. E agora imagine, então foi meio tumultuado, você entendeu? Porque, pô, era ah um espaço muito pequeno para muita gente. Aí foram. Mesmo assim, nós... Todas as dificuldades, aí comecemos a... A um ir se virando, ir trabalhando. Os meninos já estavam trabalhando. Então quer dizer que foram melhorando. Aí o que é que aconteceu? Aí fomos, tipo, um fazendo um negocinho. Ah Ah, vamos aumentar a casa. Aí começamos. Ah, não. Começamos a pagar o aluguel. Você entendeu aí minha mãe fez um acordo na firma. Pegou o dinheiro emprestado e compramos a própria casa onde nós morava

Então, o que é que aconteceu? Eh Ela eh trabalhou, tipo... Isso já nós tinha estava pagando aluguel há uns dois anos. Aí ela foi, comprou a casa. Aí começamos a melhorar. Como melhorar? A crescer a casa. Você entendeu? Aí fiquemos na casa lá, começou a crescer. Um Ganhava um dinheiro, eh fazia um cômodozinho, fazia dois cômodos. Foi, foi, foi. Aí eles ficaram igual. Minha mãe ainda mora lá nessa nesse local. Só os outros que saíram, né? Tem um irmão meu que mora aqui.

Você entendeu?

Seus irmãos que estavam aqui, eles estavam trabalhando no quê? É um
Um trabalhava em em maçonaria.

Você entendeu? Que ele é

Aí os outros trabalhavam. Só trabalhava.
E seu pai foi trabalhar aonde aqui? Meu

Fazia o que lá?
Meu pai vo é ser guarda noturno. Guarda noturno É guarda noturno. Aí meu pai era guarda, você entendeu? Trabalhava de guarda e.

E você? Ah Aí depois eu eu fui, aí comecei a trabalhar numa fábrica de de mala aqui na no... Quando eu

Fazia aquelas malas grandonas, aí comecei a trabalhar, aí fiquei trabalhando aí, trabalhei dois anos e poucos aí.
Como é que era esse trabalho, fazer mala? Eh
Lá é o seguinte, era tipo, eu pegava a... A matéria-prima tinha um um lugar que cortava, você entendeu aí eu pegava e colocava para o cara dobrar. Fazia essas dobradiças de, aí vinha com a com a tipo assim uma uma máquina quente, passava ela e dobrava. Você entendeu? Aí quando foi um ano e pouco, aí eu passei a dobrador, que ganhava mais. Aí eu passei a dobrador. O que é que era dobrador? Tipo assim... Tipo é era... Eu carregava os negócios e ganhava um salário. Passei a dobrador seiscentos, setecentos reais. Fosse o preço de hoje. Então eu passei a dobrador. Aí eu fiquei nesses serviços três anos. Aí saí desse serviço. Aí fui trabalhar numa fábrica de eletrônico lá em...

Aí fiquei trabalhando aí, depois aí saí daí. Aí eh Fiquei um tempo em Minas. Fui um tempo para Minas. Fiquei um tempo em Minas, depois voltei para cá. Aí comecei a esse.
Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Você lembra o que é que você fez com o seu primeiro salário?
Meu primeiro salário?
Foi aqui em São Paulo, quando você ganhou lá na fábrica de mala?
Na fábrica de mala, meu primeiro salário foi o seguinte, Foi bom demais! Eu nunca tinha pegado tanto dinheiro quando eu eh... <laughs> não Para chegar no primeiro salário que foi uma confusão, que é o seguinte, tipo eh... Quando eu eu fui trabalhar, então naquele tempo a condução era muito distan, tipo assim, distante assim, eh era meio ruim. Primeiro dia de serviço, fui para chegar no ponto ônibus me perdi.

Aí eu me perdi. Em vez de eu descer... Não. É em vez de eu subir, eu de tinha descido.

O cara falou, não, aqui não tem, não.

Pô, mas como que eu faço? Aí eu fui, expliquei para o cara, falou, ó... Que eu vim para cá, não sei, hoje era meu primeiro dia de serviço, me perdi. Conclusão, era para mim ter entrado oito, oito? Era oito horas, cheguei no serviço nove e pouco. Perdido, e suado. Nossa senhora, que coisa difícil. Aí comecei a trabalhar, expliquei para o meu meu encarregado, né? Aí ele falou, não, tudo bem, pode começar. Aí que me deu esse serviço. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhar. Aí que eu dei valor ao dinheiro, né? Primeira vez que eu peguei em dinheiro.

Aí minha mãe pegou, tirou uma parte que naquele tempo a gente com pagava aluguel né, tirou uma parte para o aluguel, para o eh eh para gente fazer a compra, e o restante ela tinha me dado. Falou, vamos agora lá na cidade que nós vamos comprar um sapato. Então isso ficou marcado.

Uma maravilha. Comprei aquilo lá. Aquilo e uma calça jeans. Foi meu uma conquista.

Então foi muito bom.

Ah, para mim era tudo diferente. Uma que eu não não não tinha noção, não tinha assim... Só via falar como que era São Paulo.

Eh então você ficava imaginando São Paulo como que era, você tá entendendo? Então para mim foi tudo uma... Tudo que acontecia comigo em São Paulo era coisa grande. Tipo, meu primeiro emprego, meu primeiro salário, meu primeiro convívio, eu saí a primeira vez.

Ele falou, eu vou te ensinar agora para você não se perder mais. Você começa a olhar as coisas, você entendeu? Quando você vê um um tipo, uma escola, um prédio, uma coisa grande, você olha para ela, para você ficar fixado, aí você não esquece nunca mais. <coughs> ou Outra coisa, você tem que sair com o endereço, isso eu não esqueço nunca. Ele com aquele Você tem que sair com o endereço na mão, você tem que ir é seguinte, primeira coisa, endereço, para você não se perder mais. Eu vou te ensinar para você. Aí me pegou na minha mão, saiu comigo, falou ó para você nem se não se perder nunca mais dentro de São Paulo. Pega o endereço, primeiro você pega seu endereço. Quando você for em qualquer lugar, você tem que prestar atenção. No prédio, escola, você está entendendo? Para você não se perder mais. Aí foi assim, aí eu fui. Ficando aqui, ficando aqui. E E estou aqui até hoje.

E seus passeios pela cidade de São Paulo, assim os lugares, onde você ia quando saía de casa? Ia para outra região, ia para o centro? Onde você frequentava aqui?
Aqui eu gostava muito de ir, sabe onde?

Eu gostava, o meu pessoal eh meu pai gostava muito de ir lá, então levava a gente. Então nossos passeios era esse assim. E o que é que vocês faziam lá? A gente ficava lá, fazia tipo um piquenique sabe, ele gostava muito levava a gente. Aí fazia eh fazia umas coisas para a gente comer, a gente levava e ficava o dia inteiro. Porque ele também trabalhava direto, então quando ele eh eh eh... Ele gostava sempre de ficar reunido com as fa a família, então ele gostava de levar todo mundo. Aí fazia um tipo um picani um piquenique. E era divertidíssimo. Na época era, para a gente, era o máximo.

Aí nós ia todo mundo.

Ia todo mundo. E ia todo mundo contente. Era uma maravilha. Para a gente, era um um

Você começou a fazer amizades novas aqui, eu imagino. É a Que Como é que era a turma de amigo aqui?
Aqui era eh eh, tipo assim... Era, tipo, era diferente porque os amigos que a gente tinha lá era mais, convivia mais com a gente, vinte e quatro horas. E aqui não, e aqui é o seguinte, é tipo assim, vocês tinham amizade só da escola. Então eu comecei a ter umas dificuldades também de relacionamento.

E aquilo foi meio... foi para mim foi surpresa.

Sabia da pessoa ali.

Então não tinha então eu tive um pouco de dificuldade nisso aí. Relacionamento também. Eu tive uma dificuldade na escola. Que aí eu já Quando eu cheguei, já o pessoal já começou a arrumar escola para mim. Então eu tive uma dificuldade também na escola. É igual. Também isso. E outra, tipo, aí eu não co não... Segundo eles, a gente não acompanhava direito a escola. Tive de de de voltar, que aquele tempo podi eh podia não. Eles faziam isso. Tipo assim, você é igual. Lá eu tinha... Tava no no quarto ano. Tive de voltar para o segundo. Acho que foi isso, é? Tive de voltar para o segundo. Aí eu destacava que eu sempre fui grandão. Perto daqueles molequinhos que ficavam... achando meio estranho. Também isso aí, deu uma dificuldade muito grande foi isso aí também, você entendeu? Porque eh aí, como eu era muito grandão, como que eu ia fazer naquela naquele pessoal? Só cara no novo e pequenininho. Então, uma grande dificuldade também. Eu acho que é por isso também que hum eu fiquei meio meio deslocado, você entendeu? Porque é o seguinte, a minha cabeça era uma, a daquele pessoal era outra. Então eu fiquei, nessa parte também eu fiquei meio deslocado. Foi aí que eu eh traba eu estudei um ou, foi dois anos, e naquele tempo aí você poderia passar por... igual, eu tinha dezoito anos, no meio da da da molecada de de tipo de nove, dez anos, que na na minha classe eu era o mais velho, e a a aquele pessoal tudo era oito, nove, dez anos, o mais velho era dez anos. Então eu tive uma dificuldade também nisso aí.
E quais eram os programas de jovem que você fazia aqui nessa época assim? Sair para namorar, sair à noite, como é que era?
Então, naquele tempo também saia muito eh, tinha muito uns bailezinhos na. Lá, por exemplo, lá tinha a Sociedade, que a gente... isso aí eu não esqueço nunca, até hoje eu lembro, né? Pô, naquele tempo os bailes eram mais... era eh Sociedade. Lá eu usava muito também aquele negócio, tipo assim, tinha um... ia lançar uma casa, um negócio, então eles faziam aqueles bailezinhos e tinha muito baile, tipo assim eh, de família. Tipo assim, a sua família vai fazer alguma coisa, aí chamava aquele monte de gente, ia todo mundo para aquele local.

Porque antigamente tinha muito. Nego fazia aniversário, comemorava alguma coisa. Casamento tinha bastante. Hoje em dia já não tem muito. Noivado, você entendeu? Então o pessoal comemorava mais. Então eh eh eh o meu relacionamento com o meu pessoal, com aquele povo, então ficou mais focado nisso aí. Só em festinha, você tá entendendo? Só em festa, algum aniversário. Então era essa que era a nossa
Diversão.
Diversão.
E namorada, quando é que você conheceu sua esposa? Foi nessa época? Hum
Não. Não, não foi nessa época, não. Eh a Aí eu conheci uma mulher, nós tivemos um filho, foi... Essa aí é a segunda esposa minha, que eu estou agora. Aí nós tivemos aquele eh eh, tipo, mais na na adolescência, tivemos, aí ela teve um filho, inclusive Ele está até com a não estava com a gente, aí saiu. Aí depois eu arrumei essa outra esposa, estou com ela até hoje.
mas an antes, vamos vamos continuar lá atrás, a pri primeira esposa. Nessa época você ainda estava com uns vinte e poucos anos. É, vinte e pou Você trabalhando não, você não estava mais na fábrica de mala, né?
Não, não estava não.

Você entendeu? Trabalhamos na rá na fábrica de rádio, fa fabricava uns rádio grandão. Então eu trabalhei... Trabalhei quatro anos nessa fábrica.
Eh e como é que você foi parar lá?

Foi o seguinte eh, tinha uma tiazinha, então ela era meio enxodozada com meu irmão.

Era muito calor, muito isso, eu não tava me sentindo bem. Ela falou, você não quer trabalhar lá com a gente, lá na fábrica de rádio? Onde que é? Ela me deu o endereço e eu fui lá. Fiz o teste, aí passei. Voltei a trabalhar nessa fábrica aí de de rádio.
Aí ficou lá um tempão?
Aí fiquei lá um tempão.
E era bom lá?
Lá era bom. Lá era bom. Mas aí o que é que aconteceu? Foi em... oitenta e pouco, eu tinha meus vinte e cinco, vinte e Seis anos saí de lá. Aí eh apareceu uma oportunidade no Correio. Aí eu voltei e fui trabalhar no Correio. Aí trabalhei um tempo no Correio, você entendeu de carteiro.

Foi um um serviço também que eu gostava demais, foi isso, né eh? Que tipo, convivia com muita gente, e conversava, batia papo, andava muito.

Você entendeu? Ali na na na conhece ali a a... Aqui? Então eu fazia ali.
Vida de carteiro deve de deve gerar muita história, né?
Pô, mas tem muita história.

E como é que era essa história? Que é que Como é que era o seu dia a dia? Ah
Ah, meu dia a dia é o seguinte eh... Vinha...

Então você separava por setor, depois separava por rua, dividia. Você dividia por rua para ficava mais prático, né? Depois por numeração. Você entendeu? Aí ali você pegava tudo e dividia por rua.

Quando a rua era muito grande, então você dividia por rua e por cada em cem, cem número. Do do um ao cem, num tal que dividia-se nuns blocozinho, eram trinta e dois blocos. mais ou menos assim ó, de uns dez centímetros. Então, trinta e Dois bloco então, você ia ali você dividia. Então, você dividia a. A rua muito grande, aí você dividia de um a cem, de cem a duzentos, de duzentos a trezentos, e assim sucessivamente. Quando não, você dividiria por rua. Aí, depois você eh, se cha a gente chamava lá colecionar. O que é que era colecionar? Pegar e dividir. Tudo por rua, colocar. Tem a rua que você começava ela do alto para o baixo, tem a rua que era do baixo para o alto.
Entendi. Eh E a o dia a dia mesmo de levar a caixa, tem alguma história nesse nesse tempo de engraçada, ou alguma história curiosa?
Ah, tinha engraçada eh, tipo, cada dia que era eh uma história diferente, tipo, uma hora você encontrava um pessoal que queria umas coisas meia... absurda, tinha hora que o pessoal te eh ficava pegando você, tipo assim, o pessoal gosta muito de parar o carteiro para ficar falando, muitas coisas que ele quer fazer, que ele queria, ou então que ele tá esperando. Então essas as histórias que eu achava mais interessante. E, tipo, tinha hora que eh eh... An antes não tinha esse negócio, com o tempo que eu trabalhava no Correio, não tinha. Muito. Telefone era meio era só para o mais pessoal de aquisição Aí eh então a carta era muito, o pessoal esperava mais. Aham Era um um um Era uma coisa assim de contato, de de escrita, era muito maior. Hoje em dia é telefone, é e-mail, é tanta coisa. Então o pessoal Mas mas naquele tempo o pessoal esperava mais carta. Você entendeu Aí como muitas vezes ele ficava esperando o carteiro, Aquele tempo era esperado, tinha hora que tinha gente, muitas pessoas ficavam esperando o carteiro o dia inteiro. Não, o carteiro passa aqui, tipo, onze horas, meio dia, uma hora, duas horas, três. Ficava ali e plantava, esperando para ver se tinha alguma carta para você, tipo, da notícia, trazer a notícia para a pessoa. E muitas vezes aquela... Eu não eu chegava, mas a carta não chegava, aí ele ia contar a história para a gente, por que que tava esperando, por que daquilo, você entendeu? Muitas vezes aí esperando notícia de um parente, de uma mãe, de um irmão, de uma tia. Aí ia falar da tia ou do irmão, sucessivamente assim.
E você você lembra de algum... de alguma história, assim, emocionante, de alguém que tava esperando muito uma carta que você levou, alguma coisa assim?
Não não, o que mais marcava era isso. Então, tipo, eu tinha até, tipo assim, quando eu chegava, a gente muitas vezes sabia, né ó? Ó, fulano de tal tá esperando uma carta assim, assim. Aí você fazia questão de chegar e entregar na mão dela. Ave Maria, aquela pessoa recebia aquela carta e ficava tão contente que aquele negócio passava até para a gente. Te conti eh contaminava, né? Falava, pô, olha, fulano é uma coisa tão simples. Entregar uma carta e ela ficava com tanta euforia. Muitas vezes era uma notícia que ela estava esperando você entendeu, alguma coisa de bom, muitas vezes é um emprego também, que aquele tempo usava muito isso né. Tipo assim, a pessoa escrevia ou fazia alguma coisa e ficava esperando.

Essa época eu eu eu morava lá no no bairro. Na mesma casa? É Na mesma casa. Na minha casa lá tem história também. É o seguinte, eu cheguei lá igual. Quando eu cheguei lá no bairro, não tinha luz, não tinha água encanada. Lá era água de poço. Você está entendendo? Aí depois foi, aí veio encanação, veio eh começou a canalizar o esgoto você entendeu, asfaltou a rua.

Lá está, tipo, porque eu cheguei, porque está hoje, uma maravilha. Não tinha tantas casas como tem hoje. Antigamente, ó, eu podia contar as casas que tinha na na na na na minha rua, na rua da minha mãe lá. Era poucas casas. Hoje, é lotada de de de casa. Só que, porém, é o seguinte, o que é que acontece? Eh Melhorou bastante. Você entendeu que? Igual, não tinha... Lá, antigamente, a água era de poço. Você tinha que? Lá a gente tinha cisterna, então você tinha que puxar água, jogar um balde, amarrava eh eh um peso do lado do balde, jogava dentro, aí ele caía, enchia d'água. Você ia com a manivela e ficava puxando. Aí você enchia as vazilhas para lavar roupa, lavar louça, lavar os negócios para fazer, porque não tinha água. Não tinha. Depois que eh eh meu pai ganhou o dinheiro, aí comprou aquelas bombas, colocava dentro da água, fez uma ligação no poço, você entendeu? Aí colocava a água, aí nós juntou todo mundo lá, fizemos tipo um banheirinho, colocou a caixa em cima sí jogava a água do poço para cima. Mas não foi, foi bem depois.
Foi melhorando aos poucos.
É, foi melhorando aos poucos, você entendeu? Conforme Porque eh pela eh a nossa família ser em grande número e também todo mundo ajudar, colaborar, então ia melhorando aos poucos, você entendeu? Foi melhorando o modo de de fazer água, de tipo pegar água. Antigamente a gente tinha que jogar o balde, ficar puxando. Era uma briga, porque tem hora que fi ficava fazendo aquele negócio Direto, que era como era muita gente, era muita roupa, tudo era muito. Tudo era muito? É Só as coisas de comer que era pouca, mas... <laughs> O serviço sempre era eh era muito. E, nego, novo muitas vezes não queria fazer, então, muitas vezes ah tinha umas divergências entre nós, justamente por causa disso.
Espera só um segundo, o áudio está entrando?

A situação da Isso é sua casa, do bairro. E quando é que você mudou de lá?
Quando eu mudei de lá foi... Tem uns doze anos... Não. Que eu mudei da casa da minha mãe tem uns doze, quinze anos. Aí eu fui morar com a mulher, não deu certo. Aí depois, aí com uns catorze anos, aí eu conheci essa mulher que eu estou aqui agora.
Catorze anos atrás? É
É. Aí eu Eu estou com ela desde catorze anos.

Aí moramos lá cinco

Aí depois eu vim para cá.
Tá, então peraí.

Por que é que você foi parar lá?
Porque é o seguinte, aí eh ela começou a trabalhar junto com a minha mãe e fazer negócio de costura.

Aí mudamos para lá. É Eu e a esposa, com os meninos
Você já tinha você já tinha quantos filhos nessa época?
Três filhos. Como é que é o nome deles? Eh

E eles tinham que idade nessa época?

Catorze então era tudo novinho na

Tudo novinho. E aí o que é que você fazia nessa época? Você já não estava no Correio mais.
Não, já tinha saído do Correio. Aí eu eh comecei a trabalhar de camelô.

Você vendia o quê? Aí eu vendia assim, blusinha, calça, esse negócio.
E era difícil essa vida de camelô?
É, se eu falar para você que é fácil, não é. É meio difícil. Mas a gente se vira, você entendeu? Tipo... Eh aí a gente vai se virando. É igual a gente pega... É igual hoje. Até hoje eu estou nesse ramo ainda também. A gente compra o tecido, corta, você está entendendo? Fabrica, a mulher costura, os filhos ajudam, os filhos cortam. A gente leva para a feirinha e vende.
Você chegava cedinho lá para trabalhar ou não?
Tem que chegar cedinho. Três e meia, quatro horas da manhã você já tem que estar lá.
Já para pe reservar o lugar ali. É
Não, aí é o seguinte. Conforme você vai trabalhando, aí você vai pegando o lugar, você entendeu? Você tem que chegar cedo e ter continuidade. O que é que é? Você tem que ter frequência. Você não pode chegar, tipo, eu colocar uma banca aqui, E abandonar ela, ficar uma semana, duas, três, depois ir lá. Pô não isso Lá não pode isso, não tem isso. Você tem que colocar a banca e todos os dias. Quatro horas da manhã você tem que estar lá.
E onde que era esse lugar?

E é só ali os camelôs é só de tecido, essas coisas? Só é
Não, lá tem de tudo, você está entendendo mas a maioria é tudo de tecido. É roupa, calça, eh blusa, camiseta, chapéu, é rou eh bolsa.
E aí sua mãe e sua esposa costuravam e você ia vender lá?
Isso.
Tinha alguém que te ajudava lá?
Tinha.

Ele é o meu tipo assim o meu braço direito, igual agora. Agora é eu e ele. Você entendeu Agora nós conseguimos um localzinho lá dentro da feirinha, é meu e dele. Nós estamos lá, na feirinha ainda.
Eu perguntei para você mais cedo, você falou que estava desocupado agora?
Não, desocupado assim, que ele que está tomando conta. Tipo, eu fico mais que eu tive um problema na perna, aí eu coloquei uma prótese na perna, então agora eu estou meio Não estou assim cem por então, tipo, eu estou meio mais desocupado justamente por causa disso, que é igual hoje. Hoje, como tinha esse negócio e tinha de fazer outras coisas aí, igual ele foi, eu não fui.

Com a banquinha lá?
Com a banca lá.
E a sua esposa que continua costurando?
Continua costurando.
E o que é que foi o problema que você teve na perna?
O meu problema foi o seguinte, eu tive um acidente e aí eh eh estragou a bacia, tirei o pedaço da bacia, tirei a cabeça do de fêmur, e coloquei uma prótese.

Como é que você chegou aqui Hã e qual que é a história desse lugar? Ah
Esse lugar aqui é o seguinte. A Aqui antes, há há muito tempo atrás, aqui tinha eh uma fábrica de filtros Salos. Aqui, essa área toda ó, toda essa área aqui era era a fábrica de filtros Salos. Essa firma ficou muito tempo aqui, era uma firma de nome você entendeu, mas aí teve uns problemas financeiros, a firma quebrou. Aí deixou os funcionários, abandonou todos os funcionários você entendeu, os funcionários ficaram aqui dentro e ficou, ficou. E aí os funcionário começou a vender partes.
Mas peraí, primeira coisa, que ano foi isso, mais ou menos?
Isso foi há uns oito anos atrás. Foi mais ou menos Dois mil dois mill e dois Ah, faz pouquinho tempo. Tem. E aí Agora que os primeiros moradores, tem mais, você entendeu? Eu estou falando isso aí que, comprovado, oito anos. Que o pessoal pa prova, então tem oito anos. Agora tem mais de dez anos que o pessoal está está aqui.
Agora, ô é aquele prédio ali que era a fábrica?
Não, era tudo isso aqui. É isso

Toda essa parte aqui é tudo as salas.
Mas já existia as casas dos moradores, do do dos trabalhadores Hum Da fábrica? Não
Não, não, não não. Acontecia o que é que tinha aqui? Tinha uma firma você entendeu, aí foram, só tinha a parte da frente, era um muro, então foram vindo o pessoal. O pessoal foram fazendo o barraco, fazendo o barraco, ficando, ficando, ficou um ano, dois anos, três anos, aí uns que foi podendo, foi melhorando, Fazendo de alvenaria, fazendo isso, fazendo aquilo. E até agora, aí depois desses dez anos aí, o pessoal pôde fazer nas casas.
E aí a, vamos vamos continuar a história lá, a firma quebrou.
Aí a firma quebrou.
E não fez nada com os, não não deu os direitos
Não deu os direitos trabalhistas para o pessoal, você entendeu? E... E agora o que é que acontece? Eh O pessoal... entraram os o eh eh a massa falida, entrou com uma ação, você entendeu? Que a gente, igual eu, quando eu vim para cá há há quatro anos, três anos atrás, então é o seguinte, eu cheguei lá e fui ver, né? Quando eu vim para, eu comprei aqui. Então eu fui ver, aí eu procurava salos. Fui na junta comercial, não tinha nada, fui na prefeitura, não tinha nada como Você entendeu? Não existia. Salos, estava tudo. Nada consta, nada consta, nada consta. Eu fui. Fui investimento aqui, comprei minha casinha, comprei um barranco, desmontei, fiz minha casa, você entendeu? Aí a cerca Aí, quando foi no mês de setembro, aí apareceu essa reintegração, mas com não com o nome da salos. É com o nome de uma de uma tal de ide i i i... Com outro nome. Só que o que é que aconteceu? Pessoal, há há oito anos atrás, pegaram e venderam a sales. A sales como quebrou, eles pegaram e colocaram o nome eh eh... Como é que se fala? Fictício. e aí abriram um bocado de conta, abriram sabiam que ia quebrar? Abriram conta, abriram uns negócio fizeram um bocado de investi eh eh financina fina financiando no banco e não deu o nome da sales, deu como essa essa firma. E deu aqui esse terreno como garantia. Aí o que é que aconteceu? O Vinha os negócios aqui em nome do do Não da Salos, você entendeu? A Salos não tinha nada a ver. Dessa firma que eles colocaram, veio o nome e veio, veio veio até quando chegou a bomba aqui que o pessoal estava pedindo reintegração daqui porque essa firma estava devendo demais.
Entendi, mas aí eh ah as casas começaram a ser construídas aqui uns dez anos atrás? Dez
Anos atrás.

Como é que foi?
Ah, eles começou daquele jeito, é o seguinte ó, tipo, eh começou ali. Os funcionários foram tomando conta você entendeu, fazendo a sua casa lá. Vou fazer a que vocês não vão me pagar, então vou ficar fazendo minha casa aqui. Fizeram a casa, foram fazendo. E isso aí atrai. Tipo, ó o pessoal tá com um negócio lá, assim, assim. Eles invadiram, tomou Invadiu, não fala invadiu. Eh eu Ocupou. É Não não fala essa palavra, muito pesada. Ocupou. Então é o seguinte, tem um espaço vazio aqui. Está aquele tanto de gente precisando. Então vamos ocupar e nós vamos ver o que. Então aí o pessoal começou a ocupar. Aí fez as suas casas, fez seus negócios.

Como é que você descobriu aqui? Como é que foi

Por isso que eu aí eu comecei a pesquisar. Fui na prefeitura, fui na junta comercial você entendeu, procurar sobre a salos e não tinha nada. E ele ficando, ficando. Ele ficou um ano e pouco aqui e não teve nada. Aí que depois que eu vim para cá. Mas primeiro quem veio foi um irmão, o meu irmão mais velho veio para cá. Ele mora aqui. Aí ele veio para cá você entendeu, depois eu fiquei procurando, saber o que era a Salos, como que era a Salos, aí fiquei sabendo que era uma firma de de filtro, que faliu, mas não tinha nenhum processo.
E aí você descobriu que tinha um terreno É, um lotezinho aqui à venda?
Isso, aí depois eu descobri que tinha um lote à venda, aí eu fui e comprei o lotezinho.
Você construiu sua casa? Aí eu construí minha casa. Você Mesmo construiu?
Não, não fui eu não, fui eu, os meus meninos, Todo mundo, você entendeu? Juntou todo mundo, fizemos tipo um mutirão e nós construímos.
E você mora aqui?
É, eu moro aqui.
Você demorou quanto tempo para construir essa casa aqui? É grande essa casa, né?
A minha casa é grande. Mas isso aqui era todo mundo aqui era.

A oficina é lá em cima e eu moro ali.
A oficina de costura?
É, a oficina de costura. Costuro, corto, tudo aí.

Os meninos cortam, e a mulher costura, leva para a feirinha para vender.

Você ficou, você veio, você construiu sua casa, e como é que era a vida aqui? A vida aqui estava tranquila.
É, a vida estava tranquila, não tinha problema, não não tinha nada aqui. Tipo, para a gente está uma maravilha. Mas aí teve esse problemão aí que todo mundo ficou de cabeça quente. Quando chegou essa carta aí todo mundo ficou louco.
Como é que foi essa história? Como é que vocês ficaram sabendo do negócio? Do problema

A massa falida entrou com a ação para pegar o terreno. Mas aqui é aqui é filtro salos, não tem nada a ver. Aí eu peguei e fui lá no... Não, ficamos doidos. Um procura um, procura outro, procura outro. Eu falei, não. Gente, vamos o seguinte. Vamos no Ministério Público para nós ver o que é que nós faz. Aí eu fui no Ministério. Expliquei minha situação. Falou, ó. Tem eh um ano e pouco que eu moro aqui. Você entendeu? A gente eh eu comprei um terreninho lá. Eh Lá era uma fir fiu eh uma fir uma firma de filtro salos. Mas a gente procura qualquer coisa nas salos não.

Porque já estava em reintegração, né? E agora? Olha! Aí eh eh veio a reintegração, o pessoal querendo a reintegração, e agora? Nós pode fazer é o seguinte, Como vocês estão lá? Eu falei ó Nós lá somos mais ou menos quatrocentas e cinquenta famílias, mais ou menos mil e duzentas pessoas. E as casas? As casas, tem muitas casas de alvenaria. Você tem como provar isso? Tenho. Então fala o seguinte, volta lá, reúne todo mundo, pega tudo que vocês têm prova, quando que os primeiras pessoas chegaram lá, eh reúne, documento, de conta de água, luz, telefone, alguma carta, alguma cobrança, qualquer coisa, traz tudo aqui, traz os documentos das crianças que estudam, dos adolescentes, do pessoal que trabalha, junta tudo e traz aqui para a gente. Aí nós fizemos isso. Aí nós pegamos, fomos... Ah não, pois lá eles indicaram o Gaspar Garcia. Gaspar Garcia O que é que é o Gaspar Gaspar Garcia é uma entidade que sem fins lucrativos, que trata só desse desse negócio. Muita gente não é invadiu algum negócio, então eles são o seguinte, é um centro de de... <sucks teeth> Eles também não tem frin fins lu lucrativos, só pegam coisas assim de pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar um advogado. Então esse Gaspar Garcia que orientou a gente a juntar todos esses papéis para nós levar para mostrar para o para o juiz né que nós estamos aqui, que eh tem quatrocentas famílias aqui, tem mil e duzentas pessoas, essas pessoas tem mais ou menos mais de de cinco anos comprovado que pode provar que mora aqui e veio levar para o juiz. Aí fizemos isso. A correria, todo mundo se uniu, você está entendendo? Fomos aí e começamos a juntar os documentos, o pessoal mais antigo, vamos juntar o pessoal mais antigo, quem tem alguma conta de telefone, conta de de de... contas aqui que possa provar que mora aqui, eh o pessoal que tem criança nas escolas, como tinha tem muita gente que estuda tudo aqui. pessoas que faz tratamento, você entendeu? Aí juntamos tudo e levamos para o Gaspar Garcia.

Aí nós falamos para eles, falou não não é dez quinze nesses quatrocentos é mil e tantas pessoas e nós temos como provar. Foi aí que nós reunimos todos os documentos, levamos para o Gaspar Garcia. O Gaspar Garcia entrou com uma ação e aí está lá no juiz para ele ver o que é que ele vai decidir com a gente, o que ele vai fazer com a gente.
A está pendente?
Está pendente. O que é que aconteceu? O juiz pediu pediu vista no processo, porque estava aqui para despejar quinze famílias. Chegou lá quatrocentas

Então, levamos tudo lá para mostrar para ele. Então está lá, na mesa dele para para ele ver o que ele vai fazer com a gente.
E vocês fundaram uma associação nesse meio tempo ou ela já existia?
Não existia, não tinha nada. É igual, nós começamos a mexer com a fundação da associação. Vamos, vamos, vamos vamos vamos. Fizemos associação, fizemos tudo bonitinho. Só que hum para trabalhar com esse negócio é meio complicado, com o povo. É meio Aí aí todo mundo quer, aí quando gela mais a coisa, aí um sai para um lado, o outro sai para o outro. Aí eu falei, não, ó, eu o que eu tinha a investir aqui, meus negocinhos, tudo que eu tenho tá aqui, eu não posso desistir, eu não vou desistir, eu só vou desistir quando não tiver jeito, mas enquanto isso, vou lutar, vou... Aí quem tiver junto comigo, vamos embora! Aí nós estamos lutando aí, nós estamos... Você que tomou frente aqui na comunidade?

Nós reunimos um pessoal. Vamos não, gente, ó. E aqui ninguém quer, nós vamos nós mesmos. Aí reuniu.

E nós estamos aí na frente, nós estamos aí na... Você se sente injustiçado? Não, eu acho que se eu eu me sinto assim, sabe, frustrado porque se eu tivesse seguido a minha intuição, tivesse seguido o que eu queria, hoje acho que eu não não não estaria assim. Ou... Não me sinto, não.
O que é que você acha que vai ser o final dessa história?
Ah, eu estou torcendo que a gente ou fique aqui, Ou ele dá uma solução para a gente, o que é que faz com a gente, você entendeu? Arruma uma... uma colocação para a gente. Eu imagino assim. Tanto que imagino que é o seguinte, que eu estou correndo atrás disso, você está entendendo? É igual, já fui na na Cê Dê agá ú, já fomos fazer entrevista com o pessoal. Então o que eu estou querendo é só uma coisa só, eu e todo mundo aqui. Nós só queremos uma moradia, você está Um lugarzinho para morar. Precisar comprar? Claro, tem que, porque tudo tem um preço. A gente tem que comprar, tem que pagar. Mas a gente só quer isso, a gente só quer moradia. É igual um pessoal fala... Não, porque todo mundo só quer uma coisa só. A gente só quer moradia. E de preferência, tipo assim, se conseguisse uma moradia por aqui, por perto, por quê? Aí pô o cara fala, mas por quê por aqui?

Aqui, por exemplo, é bom de condução.

Rapidinho, você quiser ir, você pode ir até a pé. Aqui tem escola, tem eh posto de saúde, tem condução, tem eh mercado próximo. Então tudo aqui favorece a gente. Muito, mas favorece muito. Pessoa que quer dizer digno, quer trabalhar aqui.

Fica então aqui é é bom demais. Eu gosto de morar aqui. Você entendeu? Eu adoro morar aqui.

É então, eh aí é, igual eu falei e e para a menina, eu falei, não, se for para ajudar a gente, você está entendendo? Pô, que seja bem-vindo, nós nós estamos precisando muito de ajuda e ser divulgado. Por que divulgado? Que é o seguinte, o que é que acontece? É é igual estava, estava uma coisa o seguinte, o pessoal divulgava estava divulgando que era quinze famílias, que não tinha todo esse pessoal, já tem todo esse pessoal, o pessoal está presi precisa de morar aqui, quer morar aqui, você está entendendo? Já está bem localizado, já está todo mundo é o seguinte, o pessoal já está com suas crianças na escola, o pessoal já está com o seu serviço, então nós precisamos morar aqui. Como é eu, acho que todo mundo aqui está precisando e está querendo. Nós estamos precisando de morar aqui. E nós estamos precisando também disso, né? Divulgar, falar das nossas coisas, você entendeu? Quais são as nossas intenções, o seguinte, igual eu falo mesmo para o pessoal, eu não sei. Eh ah

para ver o que que eles estão querendo, como que eles estão querendo, para ver se nós faz um acordo, nem que nós compre você está entendendo, a Prefeitura, o Estado, entra com uma parte, a gente entra com outra, a gente entra com associação, com o povão, para ver se nós resolve esse problema.
Então vocês estão dispostos a se precisar pagar uma
Pagar, lógico. Que Um lugar desse, um lugar bom, você entendeu perto de tudo, perto do centro, perto de escola, perto de creche, Aqui é próximo de tudo. Onde que vai achar um lugar desse? Não tem. Então assim seguinte a gente uh eh eh é Ou nós shh sai a maioria do pessoal é o seguinte, quer comprar.

Porque ele está sabendo que não não tem mais um lugar assim. Por aqui não existe mais.

Usaram o que tinha os pontos que tinham da fábrica? É
Usaram o que tinha o ponto da fábrica. Você entendeu? Aí o que é que foi acontecendo? O pessoal foi usando. Aí é aquele negócio. Aí o pessoal vai usando, usando... E estamos aí, até hoje.
Qual que é o seu sonho agora? Quando você foi quando você era criança, Eu seu sonho era ser caminhoneiro ou professor. Eh
E agora, qual que é o seu sonho? Meu sonho agora, olha, o que eu vou fico imaginando é o seguinte, é resolver essa situação. Não só minha.

Porque o que é que acontece? Se a gente se empenha num negócio, aí a gente fica querendo resolver a minha situação e a situação de do povo todo. Por quê? Que O que é que acontece? Tem muita gente aqui que é não liga muito para gente, mas tem muita gente que torce por a gente também, então a gente fica torcendo e lutando por eles, sabe? Porque aqui tem muita tem muita gente boa, pessoas que tem o mesmo sonho que a gente, tem o mesmo ideal, você entendeu? É lutar, é conseguir uma casa, conseguir uma moradia. Então aqui a maioria, você quer ver, chega aqui um dia, o pessoal, qual é o seu sonho? Pô, eu quero ter uma moradia, para mim, minha família. Porque você com a moradia, você é é um passo muito grande. É o seguinte, é uma um um é um é um tipo, hoje em dia, é é uma base. Você com uma com uma com uma casinha para você morar, você consegue as outras coisas. Fica um passo para conseguir as outras coisas. Então, você com com com uma uma casa e perto do serviço perto serviço, o resto das outras coisas a gente consegue. Agora tem que ter a moradia. Você com a moradia e você começar a trabalhar, estudar, eu acho que consegue muita coisa. Acho que a base é isso.
É isso aí, nós vamos torcer, então. É então é
É um é uma coisa... É difícil é, não é fácil, não é, mas... A gente está nesse negócio, é o seguinte, a gente vai lutar até o final.

Ah, para mim foi bom, que é o seguinte, eu recordei de tanta coisa, tipo, que olha eu nem fazia imaginava conversar, para mim foi bom.
Coisa boa, nós gostamos bastante também. Uhum
Queremos agradecer. Quanto é Quando você precisar, pode vir aí, que nós estamos... E nós precisamos disso, você está entendendo de eh divulgar nosso no no no... porque nossa causa é tão... não é assim... é uma coisa difícil é, mas também não é impossível, porque nós aqui temos muitas pessoas do bem, querendo só uma coisa, é moradia, para ficar perto do seu trabalho, da sua escola, dar condições melhores para a nossa família, Você entendeu? Coisas que é igual, não tinha, muita gente aqui não tinha e agora pode conseguir, mas tem que ter uma moradia. É isso aí. E é Vamos E uma moradia assim, que seja perto do seu serviço, seja perto Uma boa moradia Da escola, né? Uma boa moradia boa.
Então tá bom, a gente agradece muito sua história, sua disposição, sua boa vontade com a gente, tá?
Uhum Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado. Divulga mais nossa